E qual que é o nome completo da senhora?

Eu tinha três anos quando lia o Tico-Tico, uma revista.

<laughs> era a principal do livro.

Não, só nasci. Eu morava em São Paulo.

Foi lá só para me ter. E eu voltei para São Paulo. Entendi. Eu Eu sou paulista. <laughs>
E me fala uma coisa,

E no que é que eles trabalhavam? O que é que a senhora se recorda deles?
Minha mãe, dos doces maravilhosos que ela fazia, de meu pai, ele era otorrinolaringologista, tratava daqui para Nunca precisei dele como facultativo. Como homem não precisei muito.

De infância? Isso Era só de São Paulo. São Paulo Eu vim para cá quando nasci. Eu sempre brinquei com menino. Ah é A minha quadrilha era de homens.
E quem é que eram os meninos? Era da rua? Eram vizinhos?
Não.

O nome dele eu não me lembro. Lembro do filho.

Foi ah professor na faculdade daqui.
E vocês era era a turminha da senhora?
Era a turma. Ele e três irmãos e mais uns amigos.
E a senhora tinha irmãos, tinha irmãs? Como é que era a família da senhora?
Tinha uma irmã dez anos mais velha do que eu. E um irmão dez anos mais moço. Nossa

De dez em.
Dez <laughs> Por isso que a senhora brincava com os meninos?
Não não, não era esse o motivo.
Por que a senhora preferia brincar com os meninos, então?

Por isso eu tive convivência. Aham e
vocês brincavam do quê? Do que é que vocês brincavam?
Ah de diversas coisas. De go quadrilha, atacava, brincava no porão das casas. Antigamente tinha um Então Brincava E brincava de E fazíamos. Desde aí eu dirigia o teatro de nós, da turma. É mesmo? Havia uma música que eu ensaiei na pavuna. Não sei se vocês conhecem. Dizia assim, na pavuna, tam, tam Tinha que bater com uma bengala. <laughs> <laughs> E eles não acertavam o ritmo. Era tão, tão, tão tão, tudo errado. <laughs> Eu voltava mais de mil vezes. Nada de sair a pavuna. Eu desisti. <laughs>

Outras brincadeiras que a senhora se recorda?
Sem ser de teatro Sim E de quadrilha. Roda. Hum Roda. Eu sei todas as canções. Essa voz é porque eu tive derrame. Ah tá Agora que está voltando.

Que bom que está voltando, né? Está E me diga uma coisa, que bairro que a senhora morava quando a senhora era criança?

Onde nasceu o meu irmão. Ah tá Dez anos, meu irmão. <laughs> E

Descreve para a gente que não conheceu esse bairro.

mas não tinha. Era muito atrasado quando eu era menina.

O jardim era o lago. A gente no lago. Agora é só o lago.
E onde se passeava? Hein On on Onde é que vocês passeavam? Fazia fute antigamente?
Fazia gi ginástica no Tietê e remava dentro do Tietê, sem cheiro. <laughs>
A senhora frequentava o Tietê? Frequentava.

A senhora ia até lá ver as pessoas nadarem? A senhora também
então eu aprendi a nadar lá. É mesmo Meu tio ia todo dia. E eu ia junto.
E não era perigoso nadar no rio?
Não era... O Rio era uma maravilha. Tinha uma balsa grandona que a gente fazia piquenique naquilo.
E quem que ia? A além da senhora, e seu tio, quem mais ia?
Minha irmã, o cunhado e os amigos.
E nesse piquenique que vocês faziam, vocês levavam que tipo de comida, assim?
Ah, isso eu não sei. A encarregada era outra. <laughs>

Que tipo de roupa usava para nadar? É bem diferente de hoje, né?
Maiô? Não era muito diferente. Você vê no álbum. Sim só que era por aqui.
Tipo uma sainha?

Inteiro, maiô inteiro, né? Tinha alça larga E aqui, era até aqui. Aham
Maravilha. E

Era de bonde, de ônibus, de
De ônibus, e de bonde. Carro eu não tinha. Não

Quem era o o rei do café Ah naquela época? A gente era ônibus e bonde. <laughs>
E o pai da senhora tra... Desculpa, fala.

Ali era ponto final. As ruas não tinham calçamento. Eu, para trabalhar na rádio, ves ves não... punha tamanco para atravessar a lama. Depois, no bonde, eu trocava.

Sapato maravilha. Mas vamos falar um pouco ainda da infância da senhora. A senhora estudou o o o primário

Que eu entrei e todo mundo falava francês. Até no recreio, era obrigado a falar em francês. Eu entrei sem saber nada. Fiquei atrapalhada. Eu não estou bem de castigo, porque eu não falo em francês. É mesmo
E como é que a senhora começou a aprender francês?
Logo. Senão, eu tinha que sair do colégio. Era de feira. Muito boas. A minha irmã tinha feito o curso inteiro. Quando eu entrei.
E tinha, assim, alguma professora que a senhora gostasse mais? Alguma matéria?
Não tinha. Não tinha especial. Eram todas, mais ou menos. <laughs>
E como é que era a rotina na casa da senhora, assim, eh eh com três irmãos com idades tão diferentes? Como é que vocês se relacionavam em casa, assim? Você ficava mais de manhã em casa, mais à tarde? Como é que era a convivência dentro da casa?
dentro da casa. Era muito boa. Meu pai era um anjo. Minha mãe, dona de casa. E meus irmãos, todos irmãos. Que eu me entendo, já era minha irmã casada. Ah tá Eu era hum... Tinha dez anos, quando ela casou. Mas dez anos, naquela época, era menina. Hoje é o povo já pode ser avó. <laughs>

Como é que ele era fisicamente? Como é que a senhora se lembra dele? Dentro da casa, no trabalho?
Vivi um ótimo. Eu nunca ouvi levantar a voz para ninguém. Era um calmo muito bom.
E a mãe da senhora era uma grande dona de casa, é isso? É
Era. Fazia doce. Tem um um um entre parênteses. Ela fazia doce e eu e meu irmão ficávamos na do lado de fora da cozinha, na janela da cozinha, esperando. Minha mãe errar a receita porque ela jogava pela janela e nós comíamos. <laughs>

Os doces da época. Quindim, eh bambucado, eh não sei o que de moça.
Baba de moça?
É. Vinhos, esses assim.
A eh maior parte desses doces é de origem portuguesa, né? A família da senhora é de origem portuguesa?
De origem

A minha avó era dama do palácio. Aqui. Era descendente. De acho que de português. Porque era do do reinado, né?

Então, quando a a irmã da senho...Meu avô, por parte de mãe, era dono do. Ah, é? Era.

Plantava chá.

E a senhora se recorda assim de de passear no centro da cidade, nesse lugar da chácara?

O que é que eu conhecia? É
Tudo.
Museu. Tudo que eu podia conhecer, eu conhecia. Meu pai me levava. Meu tio.
Eles gostavam dessas coisas? A senhora lembra do eh de algum período assim mais difícil, como a Revolução de trinta e dois, a guerra? A senhora se recorda de algumas coisas assim?
Lembro da vinte e quatro.
É mesmo?
Nós fugimos de São Paulo de carroça para o interior. Não sei o que é é. É muito para me lembrar. Não dá para lembrar.

Nossa Era um rapazinho. Ele era do lado de cá.

Federalista.
Nossa. E para que cidade vocês fugiram? A senhora se recorda?
Ah, não sei. É uma fazenda.

A senhora lembra dessa viagem?
Muito pouco.
Maravilha. E o que mais que a senhora gosta de contar assim de histórias?
De onde?

O que é que a senhora gosta de contar?
Daqui agora? É

Agora um nome famoso. Ele foi para os Estados Unidos.

Muito bom.

Então por que pergunta. Co eh como que a senhora foi foi fazer a carreira de cantora no rádio? Como é que começou essa história?
Eu ouvia rádio muito. Me deu vontade. Eu fui lá. Eu tocava piano e cantava. Tocava violão.

Era famoso. Ele disse, acho que você serve.

Eu toquei, cantei, nem sei o quê. Essa menina bailou. É É mesmo? É E eu entrei, assim.
O o pai da senhora não ficou bravo? Muito Da senhora escolher a carreira artística?

E o que é que ele falava para a senhora?
Pai e mãe. Hããh Todos os dois foram contra. Mas depois foram se adaptando. <laughs>
Então, como que a carre que rádio que a senhora começou a carreira?

Rádio que radiava para o Rio de Janeiro.
E que músicas que a senhora gostava de cantar? Eu
Eu só me especializei em folclore. Cantava as lendas daqui do Brasil. De Amazonas Pará... De todos os estados.

Todas as canções. Eu contava a lenda e depois cantava.

Como é que a senhora aprendia essas músicas? Aprendia. Que era Pará, do Sul... Sozinha. Hã
Eu comprava a música. Depois de famosa, não comprava mais. Ganhava. Todos queriam que eu
desse Olha só. E que música que a senhora gostava de cantar nessa

Ah, é? Um passarinho. Que diziam que quem tinha espaço tinha amor. Bastante.
E diz que ele é especial para cantar também, né? Hein. Que ele é especial para cantar também. E e e de quem que era er era? Era folclore? Era uma música folclórica?
É, que eu só cantava isso. India Pujum é a lenda do pássaro, que quem tem o pássaro tem o amor.
E me fala uma coisa, pensando que a gente está fazendo uma entrevista de história também, né? Vamos falar assim para os mais novos, o que é que era um programa de rádio, como que ele funcionava?

Uma vez, uma fazendeira mandou pedir para eu batizar o sítio dela. Então, na hora em que foi o batizado, eu cantei o Irapuru. Era o nome que ela pôs na

Dela É mesmo que lindo e era programa de auditório? Hum Era programa de
Não, aí não tinha auditório.

Aí tinha janela de vidro lá embaixo e auditório. Ah tá Só via através de dessa gaiola.
E quem que eram os outros cantores da época assim que faziam sucesso com a senhora?
Aqui tinham muitos.

E e quando a senhora cantava na auditória, esse esse programa de auditório, como que ele acontecia? Tinha apresentador? Como é que era? Como?

Ele fez teatro e eu fui a estrela. Fizemos, toda semana, uma peça. Fiquei muito engraçada, porque a gente falava e fazia o gesto sem querer, parecia tudo maluco. <laughs>
Também era transmitido pelo Que ótimo. Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade E e como

Vocês ensaiavam essas peças de teatro? Era Tinha ensaio antes da apresentação? A peça de teatro tinha ensaio? Não entendi. Tinha Vocês costumavam ensaiar o teatro antes ou nã
Continuava. Mas como eu tinha muita facilidade, eu não ensaiava. Só o elenco. Não precisava.
E aonde que ficava a rádio?
Que horas?
Aonde?
Ah, sabe como é que chama? Aquele larguinho.

Tinha um largo. Era ali o prédio do bairro. Ah tá

Era dona

E que horas que a senhora costumava estar na rádio? De manhã, de tarde, mais à noite?
Da noite.
Sempre à noite. E a senhora desculpa
Tanto o canto quanto as peças.
Mas eh era perigoso ir à noite para o centro da cidade?
É Pelo menos tinha medo. Mas não tinha nada. <laughs> Era calmo.
E a senhora ia sozinha?
Não. Eu tive um uma moça que que mamãe criou. Me acompanhava toda noite.
Uma espécie de uma acompanhante?

Ela não deixava a senhora andar sozinha?
Não. E

Um cada um do rádio acompanhava até o ônibus.

A casa de chá. <laughs> A senhora costumava ir lá? Eu filmava.
Era muito chique lá, não era? É

Como que as pessoas iam vestidas assim? Em Como que elas se vestiam antigamente?
Vestiam se vestiam? É. Muito bem. Todas as joias. Tudo para necessidade, para andar. Podia-se andar com joia.

Outras lojas?
Lojas? É É. Tinha. É Tinha. Sloper.
Sloper. Vendia meias, principalmente, não era? Sloper?
O que é que tem?
Sloper, né? É Vendia o quê?
Tudo.

Não, de modas. Sim, sim. E Era isso de agora, mas as filhas já eram nascidas. Ah tá

E tecido? que vocês compravam tecido?
Tecido? Já era a vinte e cinco de

Ah tá porque não tinha tanta roupa pronta, é isso?
E tinha outros tá

A senhora, lembra-se de alguma festa importante em São Paulo que aconteceu?
Festa?
É, festa de aniversário da cidade.
Ah, tinha. De um aniversário que jogaram bandinhas prateadas. Eu tenho até hoje. É mesmo? Uma

No quarto centenário? É

A senhora viu a a... cha chamava de chuva de prata, né?
chuva de prata.
Que que a senhora... A a senhora estava... onde que foi a chuva de prata?
Não sei o lugar.

Quantos anos a senhora tinha, mais ou menos, nessa época?
Eu já era
Já era casada.
Trinta e um. trinta e dois Aham, Por aí.

Eu lembro de muita coisa. Tinha o, que é o máximo hoje. Então, tinha o laguinho, o repuxo.

No e. E eu e esses três amigos íamos na aula. Um dia, os três queriam me namorar. Brigaram os três e me pegaram e jogaram no lago. <laughs> É uma decisão esquisita.

É muito boa.

Ensinava violão, piano,

Bons tempos. <laughs> E me fala uma coisa. Eh A senhora falou dos doces, né? Mas, assim, que outras comidas que tinha, assim, de almoço, de jantar? Que
Que se De sobremesa? Sim. Tinha todos os doces. Aí escolheram dois, três de sobremesa.
E e e E almoço, essas coisas, o que é que vocês costumavam comer?
De tudo. Arroz, feijão, arroz de bife. E frango. Eu não sei o que mais. Criança não presta. <laughs>

Deixa deixa eu ver aqui.

A senhora começou a na rádio na a na rádio com quantos anos, mais ou menos?
Essa.
Eh Está está está incomodando?
Esporte. Pode chegar um pouco para o lado né
É então, a senhora estava falando um pouco da da vida da senhora, né? Como é que foi fazer o curso normal para professor?
Para o quê?
Por que é que a senhora foi fazer curso normal?
Porque É Era normal fazer cursos normal naquela época.

A senhora não queria ser professora?
Não.
Mas nessa época a senhora já cantava?
Não. Nessa época eu fingia que era aluna, porque eu não gostava.
Mas a senhora estudava bastante? Eu
Eu sempre fui primeira aluna. Tinha muita facilidade. Por isso que eu fiz tudo isso.

A História da Arte. Sim Um curso ótimo. É Esse eu achei ótimo.
Mas ele já foi mais recente de História da Arte?
Já. Esse eu tinha e cinco anos Que beleza!
E por que é que a senhora resolveu fazer História da Arte com setenta e cinco anos?
Porque eu achei que devia ser interessante. E era o Professor Tela, cinema, com as coisas que eles ficavam e passava. Isso é que é ensinar. É né
Mas o curso normal a senhora não gostou? A senhora gostou do curso normal não?

Mais ou menos.
E por que é que a senhora não foi dar aula?
Eu não queria ser Professora, não. Já naquela época não tinha educação, imagina agora. <laughs>
A gente falou um pouquinho, né? De de quando a senhora começou a cantar. Mas assim, eh a senhora falou os pais da senhora não gostaram, né?

Que a senhora começasse a cantar.
Mas depois ficou meu fã.
Mas como que a senhora convenceu os seus pais? O que é que a senhora falou para el Nada

Eu fui cantando. Mas eles não proibiram? Não. Não Só deram Ah, tá. Era um pai e a mãe modernos. Já eram modernos.
Maravilha. Eles aceitaram bem? Eles aceitaram mais ou menos É Bem?
Foram aceitando à prestação. <laughs>
E eles chegaram a ver a senhora cantar?
Chegaram.
A ver a senhora cantar?
Há muitos anos. Eu cantei dez anos. Ah Eles ouviram tu tudo.
E por que é que a senhora parou depois de dez anos?
Porque eu casei.
E e aí por que é que uma mulher casada não pode cantar?
Ele não não queria. Ah o o

Conta para a gente.
Bom, eu não não tinha nessa época pai nem mãe. Tinham morrido. Eu ia eh morar com minha irmã mais velha. Tinha um vizinho, era uma uma argentina. Ai não me lembro o nome. Tinha um garoto, filho deles. Esse garoto se apaixonou por mim, e eu por ele. Era um amor. Brincava de esconde-esconde, como se fosse criança eu. Ele me escondia e dizia, divinhe, e os pé, porque os pés dele apareciam, <laughs> não eram escondidos. Muito engraçadinho.

E de lá ele me telefonou, que tava com uma saudade, que morria de saudade.

Quando eu cheguei lá, o garoto ficou louco e veio me beijar, abraçar, mas aí, Ele estava junto de um rapaz. Não é uma apresentação. Ele me pôs junto do rapaz para passear. Eu fui e voltei namorada. <laughs>
O que é que tinha de encantador esse rapaz para a senhora se enamorar assim? O que é que o o que é que ele tinha de encantador?
Os olhos. É Hum <laughs> Ele era bonito.

E ele trabalhava com o quê?
Estudava só. Dava aulas da faculdade. Alunos. E fazia o curso.
E foi com esse rapaz que a senhora casou?

Quatro anos noiva. Porque eu não queria, antes de formar, que ele formasse. Eu fiquei quatro anos. Aí casei.

Que que igreja?

sei. Era moda. É Era só na rua.
E conta para a gente a história da da arrumação do vestido na foto.
Do casamento. Ah

Ele levou duas horas me arrumando. Punha daqui, punha de lá, e aqui. Não, a cor é mais para lá. Essa é mais para cá. Está pronto. Agora encaixa a noiva. <laughs>
A senhora tinha um véu bem grande, né, para levar.
Meu vestido tinha onze metros de calda. É mesmo? Vocês não viram?
Vi. Quem é que fez o vestido da senhora?

Era minha professora de costura.
É mesmo? Conta para a gente assim, a gente viu na foto, mas o que é que a senhora gostava do vestido da senhora? O que é que
Tudo. Foi minha irmã. Perdi a visão. Foi eh essa irmã Foi minha segunda mãe.
Ela era mais velha, né? É Mas Não tinha filhos. E não tinha filho E me fala uma coisa. Durante esses quatro anos, a sua irmã queria que a senhora fosse morar com ela, né? A senhora foi morar com ela ou ficou morando sozinha depois que seus pais faleceram?
Com ela. Eu com ela. Logo depois, meu irmão casou. Antes foi morar com ela também. E meu irmão casou e eu fiquei sozinha.
Ah, tá.

Continuou lá? É <laughs>
Naquele tempo, Não tinha cine japonês.

Maravilhoso. Ótimo. Um terraço esplêndido. Não parecia apartamento. Aham

Aquela história no intervalo para a gente, do portão, que a senhora tava conversando com a amiga no portão, a senhora quer continuar?
Vou continuar. Tá. Mas não sei o que Conta do começo Você está falando. Fala mais alto.
Aquela história que a senhora tava contando no intervalo, quando a gente parou um pouquinho, Hum Da da infância da senhora, que a senhora tava conversando no portão com a amiga, Ah A senhora pode contar de novo para a gente?
Contar de de novo.

Isso É A senhora parou na parte do nariz lá.
Eu estava conversando e disse, olha, aquela moça tem um nariz. Ela respondeu de lá de longe, é meu esse nariz. <laughs> Ela ficou cortou as relações comigo por causa disso. Mas ela não perdeu o nariz. <laughs>
E falando em vizinhos?

Peraí

Ah, vem para cá.
Conta.
Aí eu escuto.
Conta a história da baronesa.

E eu também. Era vizinha era vizinha. Era do Natal. Deu festa, mandou convidar à rua eh ganhar brinquedo. Eu não sabia. Minha mãe me disse, mamãe, eu fui convidada pela barão de limeira. Mamãe ficou entusiasmada, fez o vestido, mandou fazer um vestido lindo. Eu fui uma... Ela diz... Eu fui na festa. Quando começou, ela mandou ficar em fila. Eu fui na fila. Era das primeiras. Quando chegou lá, ela disse... Minha filha, você não é dessa festa. É de outra. Eu disse, não. Foi a senhora que me convidou. Então, depois, nós conversamos. Era festa de caridade. Ela antes. Dizia que não era a minha.
Maravilha. E aí?
Mas ela me deu um. <coughs>
A senhora pegou um
Ganhei Que.
que é que era?
Eu não lembro.
Então, retomando o que a gente estava conversando, a senhora estava falando do seu casamento, né? A senhora estava falando do seu casamento, o começo do casamento, né? Era

A cena do fotógrafo, né?

E como é que era a casa da senhora naquela casada?

Ah Primeiro apartamento que eu morei.
A senhora falou que tinha uma vista linda.
Muito. Tinha um terraço enorme ao redor do apartamento todo.
E como é que veio a primeira filha?

A primeira filha da senhora, como é que chama?
A filha?

O mesmo nome. Ah tá Deu cada trapalhada por causa disso. Por quê? É o mesmo nome. <laughs> Exatamente igual.

Aí já não dava tanta confusão. Aí não dava tanta confusão.
Não.

A senhora casada, o que é que mudou assim na vida da senhora? A senhora parou de cantar?

Você só passou a ser dona de casa? Como é que foi a vida da senhora?
Uma maravilha. Eu não vivi, eu sonhei.

Maridão. É
É?
A senhora já falou que ele era lindo. Bom. Tudo de bom. Não é porque ele morreu. Porque é que ele morreu.
Santo. Como que ele era como pai para as meninas?
Bom também. Muito bom. Fazia todas as vontades. Era bom demais. Por isso, ficaram independentes. Nessa época, começou a independência dos filhos.

Foi. Eh Até hoje tenho a firma. Primeiro, eu tenho uma casa de chá. <coughs> Jasmim foi um sucesso. Aceita. Fechou, fechou, porque foi muito roubada. E o ladrão entrava e roubava os convidados. De tudo. Uma porção de vezes. Já desistiu. E aí... Foi ser agente de viagem. Até hoje.
Ela viaja muito também?
Muito. Né É uma ótima. Todo mundo quer viajar com ela.
É? <laughs> Que maravilha. E como é que, assim era, ficou o cotidiano da casa de vocês?

Que horas vocês acordavam? Que elas iam para a escola? Como é que era o dia-a-dia da família?
É muito difícil contar. É

Maravilha.

A coisa... A a outra filha da senhora, ela trabalha com o quê?
É matemática.
Ah, é?
Professora. Ah tá

Manda um beijo para ela. Não existe. Hã Ela vê <coughs> resolve.
Resolve na hora. Que maravilha.
E elas ca

Maravilha. E e E e elas casaram?

Entrou eu gosto muito da minha carreira. Eu acho que eu prefiro a carreira. E foi assim. E a segunda casou. Tem dois filhos. É? Dois.
Rapagões?
Rapagões.
Como que eles chamam?

A senhora, quer quer limpar o a?
Não Espera Não Aí. Para a senhora

Ah, era uma maravilha. Não andava, porque era carro ta cheio, com frete, ficava cheio de chão. E, tampava o carro. Era assim que que a gente de tarde para o curso.

Quem é que estava no carro assim que a senhora costumava estar?
Essa família que era minha amiga. Ah A amiga da minha mamãe.
Os meninos? Os três meninos? É. Ah, tá. E a senhora ia fantasiada?
Ia. Aí, bem de roça, de alça siena. Era moda fantasiar. É e
E quem é que fazia essas fantasias?
Ah, não sei. Costureira.
Costureira. E e costumava ir para salão depois ou não? Era só o curso?

Eu ia mais de... Eu decidi... Bom... Por um motivo qualquer. <laughs> Sabe? Quando vai acabar... A senhora conta. Eu conto
Maravilha. Maravilha.

Boda de ouro.
Fizeram festa, tudo?
Fizemos. Boda de prata, boda de ouro. Boda de vinte e cinco.
E boda de ouro, cinquenta anos. E e como é que foi a festa dos cinquenta anos?

Maravilha. E me fala uma coisa.

A senhora convive com a a...?
O bife era Freire. Era chique. No dia do meu casamento, choveu pedra. Cada pedrona. Encheu. O Freire armou a mesa e eu... lá fora. E a chuva ca caiu. Então, ele ficou sem saber o que fazer. Como tinha as garagens abertas, ele fez carregou tudo para dentro da garagem. Foi um uma corrida. <laughs>
Isso no casamento?
Na festa do casamento.
Olha só.
Mas diziam que dava sorte chover. Ah é É deu <laughs>
<laughs> E e e A senhora a a senhora mora hoje com a a com a... Com qual filha que a senhora mora hoje? Qual das filhas da senhora mora com a senhora hoje?
Mora comigo? É

Nenhuma.

Nenhuma. Só.
A senhora mora sozinha?
Moro sozinha.

Mas a que trabalha com turismo, como é que ela chama mesmo?
Quem?
Que trabalha com turismo.

E e ela viaja muito, né?
Ah viaja. Ela conhece o mundo inteiro.
E a senhora já viajou com ela?
Já.
Para onde a senhora foi com ela?
Estados Unidos, Europa, toda. E agora vou para a Índia.
Para a Índia?
Que beleza, hein? <laughs> Dia vinte e um, vou para a Índia.
Que beleza. E me fala uma coisa, dos países da Europa, que lugar que a senhora assim gostou mais? Que a senhora achou mais bonito?
Escócia.

Parece cartão postal. Muito bonita.
É frio? Demais?
Tem os dois. Frio e calor. Ah tá Fortes.
Os dois ao mesmo tempo. Que coisa.

Que está faltando perguntar.
Eu não sei.
Tem alguma história que a senhora assim tem na cabeça, que a senhora quiser queria contar aqui para a gente?

O que é que a senhora gostaria de falar?
Que eu continuo gostando muito de cachorro. Ah é Apesar do cachorro ter feito isso. É a causa dela.
É mesmo? A senhora tem cachorro?
Não. Hã Agora não. Mas tive a vida que tive.
E que raça que a senhora gosta?
Eu tive aquela... Nome de estrangeiro. Esquisito, uma peque pequenina. Beagle? Que o pelo vai até Ah tá O chão.
E a senhora continua gostando de cachorro?
Continuo.
Maravilha. Bacana. Está faltando alguma pergunta? Hum
Vocês não me avisaram que ia fazer isso. Eu tinha preparado a cabeça. <laughs>
É que é uma conversa informal, então a gente vai perguntando, a senhora vai se lembrando, mas tem histórias muito bonitas que a senhora contou para a gente.
Mas não isso não demora.

Mas vamos ver se, quem sabe, a senhora volta outro dia. É Depois da viagem, para a senhora contar como foi a viagem. Quem sabe a senhora volta depois da viagem.

Aqui, para contar para a gente como foi a viagem.
Tá Quem sabe.
<laughs> Então, eu queria agradecer a senhora ter vindo, as histórias que a senhora
consultar o dia que eu estou bem.

Hoje, por exemplo, eu não estou bem.

A senhora está tão bem! Tão bonita com esse colar.
É o colar que enfeita. É
Imagina, a senhora está super bem. Não
Os olhos de vocês, que são bondosos. <laughs>

Eu volto depois da viagem.
Combinado.